então voltando aqui. Então, o senhor estava me contando o que que você fez do garim, depois do garimpo. Então, você comprou, você comprou esse apartamento, aí teve o problema do Fernando Henrique. Aí, o que que você fez? Ficou no garimpo até quando?
Eu trabalhei no garimpo até um certo meio. Quando arruinou mais, que o peão dizia, não, rapaz, tu bota um comércio para tu. Tem um conhecido aqui no vai quem quer que te acha um comércio aí. Eu achava que, trabalhando, e arrumava dinheiro é trabalhando mesmo. Mas depois comecei a pensar assim. Aí tinha um morador aí na ponta da ilha. Fui fazer uma casa aí na ponta da ilha também. Aí eu inventei. Comprei mercadoria. Eu comprei vinte e cinco cruzeiros de merca, vinte, vinte

O cruzeiro naquele tempo era cruzeiro. Vinte cruzeiros de mercadoria e trouxe aí para a ponta da ilha. Para negociar. Com vinte cruz Que mercadorias? Era todo um tipo de mercadoria ali.
Dá exemplo para mim, fala para mim o que é
Era açúcar, café, sabão, leite, ovo A mercadoria que eu comprei, que foi luta para mim acabar, foi aveia. Aveia eu não vendia, não vendi. Só tomei mingau que enjoei, para não Para não estragar. Mas o resto de cachaça, todo tipo de bebida eu comprava, vendia tudo. Com pouquinhos dia eu comprei de vinte e cinco caixa de cachaça, daquelas de vinte e, vinte e quatro garrafa. Aí no vai quem quer. Uns dois ou três meses que eu estava negociando, comecei a negociar, eu já comprei desse ovo. E você vendia ali perto do garimpo? Vendia na praia, na testa do, do garimpo mesmo, que era na ponta da ilha aí. Tinha garimpo para todo lado, para cima, para baixo, todo lado ali. Chama o Sovaco da Velha ali. Ali no verão, É pedral para todo lado. Ficava no meio do garimpo. Todo mundo compra, ia comprar de mim lá. Mercadoria, bebida, tudo. Eu vendia tudo. Tudo, tudo quanto era de bebida ali. E corria ouro. Naquele tempo era ouro. Eu chegava lá com uma, um bolão de ouro. Comprava a mercadoria e dava. Tira aí. De pagar. Esses peão que gostava de meter a mão mesmo. E não via, não trazia o ouro pesado não, trazia a bolota de ouro assim, o peão de draga, ia lá comprar as coisa. Pagava-se tudo com ouro? Tudo no ouro. Eu inventei uma venda de galinha lá, e eu ia, no vai quem quer, o carro que trazia a galinha, ia, no vai quem quer. Eu ia lá, enchia a canoa com galinha e levava, botava lá. Era uma grama de ouro, uma galinha.
Uma grama de ouro? É
Era uma grama de ouro. O cara dava uma galinha, era uma grama de Chegava lá, pega o ouro, tira a gra, tua grama de ouro aí.
Aí. Tinha a balancinha lá.
Tem a ba, tinha a balança, o comprador. Tem uns comprador que diziam, olha, cada pesada de ouro, o peão pode tirar um décimo. Se ele der dez pesadas, ele tem uma grama. Aí o peão nunca vai pesar o ouro para pesar. Naquele tempo, o peão não ia pesar o ouro para ficar, o peso sempre deixava passar um pouquinho. Sempre, sempre o ouro bem pesado. Aquele ouro bem pesado, é a base de passar uma gra, um décimo, Porque o ouro é para ser pesado, o ouro enfim, mas o peão, mesmo o peão que trazia mandava pesado, não, pesa bem pesado. Aí, sempre na vantagem.
E seu Bilisco, aonde que ficava esse comércio? Era na Ponta do, até no meio do rio aqui. Lá era uma loja?

É. Você construiu uma casinha de madeira?
Era uma casa de palha, eu cobri de palha, casinha assim, que nem esta aqui, cercada. Uma parte era até cercada de palha mesmo. parede de palha, mas eu tinha um vizinho encostado. Essa mulher que morou aí, mo, mora ai nessa casa aí, foi minha vizinha lá. Nesse tempo. Eu tinha uma outra vizinha que me atrapalhava. A outra vizinha que eu tinha lá, quando eu comecei, quando eu comecei a comprar galinha, me atrapalhava aquela vizinha. Que aí eu chegava, se ela não estivesse lá e pegava, porque era acostumada a vender galinha lá. Quando eu comecei a colocar galinha, mas ela já vendia galinha lá. Aí eu botei placa, Mas quando chegava lá, ela dizia que eu estava aí em casa e ela não di, dizia que não, tinha galinha para vender. A placa, e essa placa aí, mas não, mas já acabou a galinha. Aí quando eu não estava, ela vendia as minhas galinhas, mas ela vendia mais caro para tirar o dela. Ela puxava um pouco em cima. Aí um dia eu estava deitado lá e vi, quando ela falou isso, ah e eu digo, é essa velha aí que está com bandidagem. É por isso que o Peão quase não vem aqui acostumado comprar galinha dela. E aí depois, aí eu. Eles morreram, ela e o, o marido dela. Eu fui para Porto Velho, doente, e eles ficaram lá. O motor dele estava pregado e ele foi andar na minha canoa. A minha canoa, só eu que andava. E eu não botava ninguém junto. Porque ela rolava muito. Eu botava peão para andar nela se fosse manso. Mas brabo eu não colocava. E eles foram an, foram andar em três de noite. Aí se alagaram a canoa, alagaram a canoa e morreu os dois juntos. Afogados? Afogado. A velha não sabia nadar, com certeza ele botou para ir pegar a velha e aí morreu os dois. Aí quando eu cheguei da rua, passei uns três dias lá na rua, quando eu voltei ele já estava, já não estava mais, já tinha morrido. Aí foi essa daqui, essa mulher aí, era outro marido, não era este aí. Foram para lá, que a, tinha ficado a mãe da velha lá. Aí eles foram para lá. Aí depois que esses aí chegaram, não, aí melhorou. Eles começaram plantavam macaxeira. Aí os peão iam comprar a galinha e compravam a macaxeira deles. Tanto fazia eu está como não está que eu saía para ir trabalhar no pedral. Eu tinha o comércio lá, mas eu deixava e ia trabalhar no pedral. Trabalhava no ouro sempre. Aí quando eu não estava, ela vendia. A galinha e a, vendia macaxeira.
Ah, então mesmo com o comércio, o senhor ainda continuou no ouro? Continuei no ouro.
Eu tinha o comércio lá, mas eu trabalhava.
E o comércio era na sua própria casinha, então? Era
Eu morava lá mesmo na casinha. Aí, de manhã, eu saía de manhãzinha, chegava onze horas. Dez horas, onze horas. Aí de tarde eu saía de tardezinha. Aí passava o resto do dia. Sempre o pessoal que ia comprar as coisas mais era sábado e domingo. E tinha muito comerciante como o senhor? Não, aí nesse tempo era só eu. E tinha flutuante, às vezes, assim Fora, para o lado de cá do rio. Mais lá para o lado do Vai quem quer, tinha flutuante. Mas naquele trecho ali, encostado, era só eu mesmo. No verão aí era... Aí quando era no inverno, eu saía. Às vezes, não tinha comprador, mas eu saía. E eu ia pescar por aí para fora, saía para o Castanha, ia pescar, vendia os peixes nas dragas. Quando eu chegava aí, já trazia só o peixe da minha despesa mesmo.
Ah, no inverno também diminuiu o número de É por
O, o, no inverno saía. Os garimpeiros abandonava e ia tudo embora. Porque alagavam? É. Alagava, cobria o... Aí ficava só de draga, aí eu vendia o pessoal de draga. Bebida, pessoal de draga comprava sempre. Mas sempre eu saía, toda semana eu saía para ir pescar. Aí eu pegava peixe, vendia tudo na draga. Na descida eu já ia encostando nas draga e ia vendendo. Às vezes quando não tinha dinheiro eu ficava para, para outra viagem, para próxima viagem, mas eu vendia tudo. Todo o tempo, todo o tempo eu gostei de pescar. E aí quando o cara deixou essa flutuação lá da draga, Eu digo assim, essa draga tu não vai precisar? Ele disse, quero não. Eu digo, eu posso cobrir ela para mim morar em cima. Você pode ficar com ele para tu Aí eu ajeitei. Cobri, lá do rio, cortei palha e cobri com palha. Aí passei para cima. Passei o verão ainda lá. No primeiro ano eu passei o verão lá na beira do Pedral mesmo. Na ponta da ilha. Morando na draga? É É, morava na flutuação. Aí quando foi no inverno, ela ainda estava lá na ilha. Quando foi no inverno, ela veio embora para cá. Aí eu fui para o outro lado do rio, lá para o porto desse, do vizinho lá. Aí eu fiquei lá, passei uns três a quatro anos lá.

Eu não saía porque a flutuação era muito grande. O pessoal das dragas ia embora. No verão é o manual. Quando era no inverno, o pessoal de draga. Quando tinha fofoca de draga por aqui, o pessoal comprava lá. Aí quando saiu, ia embora, aí eu ia pescar.
O senhor aqui me fala uma coisa. E aí nessa flutuadora, você disse que pescava, mas você também continuava com o comércio? É

Todo tempo no flutuante. Vendia, mas morava no flutuante.
Vendia e morava no flutuante?
Vendia e morava no flutuante. Eu morava lá mesmo. O pessoal chegava e para comprar eu estava lá no, lá mesmo, no flutuante.
Aí três, quatro anos, você ficou do outro lado do rio?
Eu fiquei lá.

Foi o tempo que apareceu uma mulher por lá, meia rodada. Aí eu comecei a fazer um, uma viravolta com ela lá e inventei o menino. Tempo eu tinha vontade. É o primeiro filho já que eu, da derradeira remessa, hein? Eu imaginava viver sozinho. Um menino, depois da gente velho é bom um menino junto, hein? Mas só que muitas mulheres não dava de arrumar menino. Porque menino com, numa mulher que já tem um bocado de menino, aí complica. A gente tem que criar o da gente e dos outro. Aí apareceu esta que não tinha menino. Se der certo, eu sempre dizia para ela, olha, se sair gestante não mata não. Ajudo que, eu ajudo a Criar. Porque as mulheres tem o negócio de abortar menino. Mas eu sempre dizia para ela, olha, se tu sair gestante, pode ter o menino que eu ajudo a criar. Eu não vou te deixar. Eu tenho vontade de criar um menino. Eu não, eu vivo sozinho. Eu tinha um outro adulto, mas não estava nem comigo. Eu digo, eu tenho vontade de criar um menino, hein. Aí até que ela saiu gestante. Ela foi embora para Porto Velho e eu fiquei lá. Mas eu nem sabia. Aí no inverno, arruinou, eu digo, vou embora. Aí vim me embora para cá. Falei com o rebocador e me trouxe para cá. Depois de eu estar aqui, O rapaz que morava lá, disse rapaz a mulher está gestante. Eu vi ela lá, eu acho que ela está gestante. Eu digo, não é possível, se ela estiver gestante, ela me procura. Aí, quando pensa que não, ela veio aqui. É bem a, avançada. Eu digo, é, eu já te falei que eu, que eu ia criar o menino. Tu, de qualquer maneira, tu não vai arrumar emprego. Eu vou... Te ajudar desde agora. Já que tu me procurou, <coughs> aí eu vou te ajudar desde hoje em diante. Eu já vou te ajudar. Aí ela vinha eu digo, todo mês tu pode vir pegar o ouro aqui. Aí eu dava dez gramas de ouro para ela. Todo mês. Ela vinha todo mês, eu dava o ouro para ela. Passar o mês. Aí quando ela teve o menino, no dia que ela teve o menino, ela teve o menino em julho. Aí ela veio, com oito dias, ela trouxe o menino aqui. Como foi ver o menino? Aí ela trouxe o menino para me ver. Eu estava com o flutuante bem ali. Olhei Assim. É, não tinha outro homem mesmo. Aí ela foi embora, voltou. Passou mais dois dias e voltou. E, pois, um dia eu estava aí, estava até meio doente. Naquele tempo eu sofria um negócio das tonteiras, viu? Amanhecia o dia. Eu tonto, assim aquela tonteira que eu não podia nem me levantar. Aí eu estava aí. O problema essa tonteira.

Aí pensando assim, digo, o que é que eu vou fazer agora? Essa mulher tem um menino. Para mim sustentar esse menino lá com ela, Eu acho que eu vou chamar ela para morar lá logo junto, que aí vai criar. Criar um menino e ficar perto. Aí eu estava pensando isso, eu ainda pensei nela ia descendo o barranco aí. Aí <coughs> Aí passou, teve aí conversa, passou o resto do dia. Aí no outro dia eu decidi ir lá junto com ela. Para ela já vinha, já vim morar mais
Daí ela veio para cá? Aí ela veio. Ficou aí. Como foi a vida junto? Hã? Como foi viver a dois? <laughs>
Aí ela veio morar junto comigo aí. O meninozinho, só que os meninos chorava, aí Esse menino chorava, chorava. Ainda fazia cura, ajeitava isso aí, deixava de chorar. Mas depois acostumando com o menino. Começou a gostar já dos meninos, né. Aí Ele já estava Depois de estar grandinho, aí ela. gestante de outro. É uma menina. O menino está com, ele vai fazer quatorze anos agora, em julho. A menina tem, está nos treze anos. Mas esta menina, ela é pegada comigo da tal forma que, eu estou aqui, mas não, <coughs> não é porque ela queira. É para mim morar junto com ela. E agora tem outra. Eu tenho uma meninazinha com oito meses. Inteirou, oito meses, ontem.
Com a mesma. Com a mesma mulher. E por que que o senhor não vive com eles?
Não, é porque, é porque eu tenho essas casas aqui, né? Eu comecei a morar naquela casa ali e o menino jogava tudo na água. Aí eu comprei aquela casa ali para botar em terra.
Peraí, con, conta para mim direito essa história. Eu quero entender como que o senhor veio para Mutum.
Eu vim no flutuante, para morar no flutuante. Aí depois do flutuante que eu arrumei a mulher, estava com o menino lá. Morava o menino. O menino estava com a base de um ano, eu estava no flutuante ainda. Mas tudo que ele pegava, jogava na água. <laughs> Menino, joga na água. Tudo que ele pegava, jogava na água. Aí nessa casa morava um coroa aí com uma mulher, era só eles dois. Aí, ele sempre me oferecia esta casa. Eu digo, rapaz, não quero que tu saia daí, tu é um bom vi, um bom freguês, é um vizinho que eu tenho. Eu moro aqui dentro d'água, em cima d'água, mas tu é meu vizinho aí. Mas ele sempre insistia. Aí, quando é um dia ele chegou, rapaz, eu faço uma. Eu quero vender minha casa que a mulher quer porque quer ir embora para Cerejeira, era ela era de lá. Eu dou por, e eu deixo a casa por duzentos Eu quero é que tu compre. Bom, então, já que tu quer mesmo ir embora, eu vou comprar. Aí comprei. Era só o oito por quatro. Aí eu peguei e aumentei, fiz. Aumentei para lá, cinco metros para lá e aumentei na largura, fiz. Ela com sete metros de largura. Aí fui morar aí. Aí depois que ela foi para Porto Velho, e eu fiz, aí ela morava lá e eu fiz esta casa aqui. Nós morava lá tudo. Aí eu fiz esta casa aqui. Porque o pessoal pegava bebida lá e vinha para cá. Por causa da sombra.
Aqui você continuou com o comércio?
Aí o, lá o comércio era lá. Aí eu botei para cá. O pessoal pegava e vinha para a ponte. Eu digo, eu vou cobrir um pedaço da ponte. Aí nesse tempo era o Boca, que era o. Administrador. Aí eu falei com ele. Boca, se eu fizer, cobrir um pedaço da ponte aí. Tem problema? Ele disse, rapaz, eu não dou palpite. Tu quer fazer, faz por tua conta. Eu digo, eu vou fazer. Peguei e cobri o pedaço aí. Foi quando veio esse repórter de São Paulo e eu tinha feito, era só um pedaço aí. Eu chegava ir até ali. Era daquele poste para trás. Esse pedaço daqui eu aumentei depois. Era não, era daquele poste de lá para trás. Era coberto, aquele pedaço que está vazio, acolá era coberto. Era só uma água. Aí foi quando ele veio, era só esse pedaço para ali. Aí eu digo, rapaz, se eu quiser cobrir mais um pedaço, ele disse rapaz, você já está meio famoso, não é bom você avançar, não. É, então vou deixar, fazer do teu palpite aí. Mas Só que ele foi embora, não me deu nem um cartão, nem nada. <laughs> Aí disse, eu vou lhe botar no jornal, você está meio famoso, e aí. Por isso que até um tempo desse, eu tinha um pedaço do jornal aí. E compraram por lá e trouxeram, mas é só uma parte, o resto Aí, ó, depois veio outro. Esse outro disse, rapaz, você, você já está meio famoso, você está no jornal aí, vou lhe botar na capa de uma revista. Daí, conversemos um outro bocado, entrevistou tudo aqui. Ele disse, olha, e se vocês quiser cobrir essa ponte todinha, você pode cobrir. Que aqui não, não vai ser reativado mais nunca. Faça ideia que essa ponte aqui é toda sua. Você pode fazer o que você quiser fazer. Mas aí com pouco tempo inventou já o negócio da saída elétrica aí, o, o Lula botou nós nesse imprensado aí dessa hidrelétrica. E aí começou já, não quererem mais que fizesse muita benfeitoria. Aí eu digo, não adianta, eu vou deixar no que tá. O senhor queria cobrir tudo? É, porque pelo menos eu tinha aumentado mais um pouco, hein? Se fosse coisa que não fosse essa hidrelétrica aí, eu tinha ajeitado lá no meio, com ele lá no meio ficava melhor. Ficava mais arejado. Ajeitava bem o assoalho, E fazia um assoalho lá que ficava bom para. Lá no meio ficava melhor. Mas, aí, desde dois mil e cinco começaram a falar esses negócios dessa hidrelétrica aí. Que não adiantava mais fazer muita benfeitoria e. Como o senhor ficou sabendo?
Você disse que em dois mil e cinco começou... Como vocês ficaram sabendo?
É porque o velho. Teve um., um velhinho que trabalhava na furnas e inventou um negócio de uma régua aí. E deixou para mim vigiar essa água aí. Eu que media o negócio da água aí era eu. Aí ele falou logo que a água, a posição que ia ficar aqui no inverno, no verão. Não adiantava mais fazer muita benfeitoria, porque ia de todo jeito a pessoa tinha que sair daqui. Aí já fiquei, deixei mais ficar no que estava mesmo.
E o que mudou na sua vida, essa história toda? Eh
Mudou um pouco, porque Esta convivência aqui Acho que não tem outra. Nunca achar outra igual. Porque se eles, por exemplo, não castigassem ninguém, essa, com essa hidrelétrica deles aí, se fosse coisa que eles pagassem certo, não com, não complicasse, que a indenização pagasse tudo. Porque quem alguns não sabem mexer com o direito, mas outros sabem. Se é o direito da gente, eles deviam pagar. Eles têm uma carta de negócio e uma carta de crédito. Essa casa aqui é uma carta de crédito. Ele disse para comprar outra casa. Mas por que que eles não dão dinheiro para a gente comprar? Ele quer eles comprar. Agora, para eles comprarem esta casa, é que é o difícil, hein? Porque não aprova. Tem que ser uma casa toda documentada, não pode ter nada de atraso, eles não ajeita nada. Tem muitos aí que já pelejou e eles não aprova nada. Só Porque a indenização, se for indenizado, é quarenta e um mil reais só a indenização deles. Mas tem direito na carta de cre, crédito que é sessenta e cinco. Aí o peão não vai dispensar esse dinheiro. Mas só que é difícil eles aprovarem essa casa.
E esse dinheiro chegou a ser pago para o senhor?
Ainda não. É aquele dali que é a indenização. Eles me deram só metade, o resto está para lá ainda. O resto tem que desmanchar a casa. Para receber o resto tem que desmanchar Tem que desmanchar a casa. Eles botam a gente na sujeição. Porque se fosse ao menos brasileiro, mas esses caras não são brasileiros. Eles são estrangeiros, pessoal dessa hidrelétrica aqui. No meu ver, uma parte, aqui em Rondônia, está por conta da França. Ela que está mandando aqui. A gente aqui, quem está mandando é a França. Essa sua aí é a França. Rondônia está por conta da dessa, dessa, dessa firma aí. É do jeito que eles querem ou. Ou não é. Aí o pessoal daqui, todos já se humilhou, aí não tem jeito. Tem que ser o que eles querem.

para as pessoas saberem, como que era Mutum quando o senhor chegou aqui? Como que era Mutum? O que que tinha aqui em Mutum?
Ah, Mutum aqui, todo o tempo aqui, no meu ver, esse gari, esse Mutum aqui sobrevivia dos garimpos. No tempo que era seringal, era seringal. Sempre a seringa. O pessoal do Seringal chegava e o dinheiro corria aqui. No tempo do trem, o pessoal do trem, os caçacos do trem, quando era dia de domingo, dia santo, todo mundo vinha para essas vilas, deixar dinheiro aqui. Os que trabalhavam na linha de ferro, do giral para cá, todo mundo vinha para cá. Dia de domingo tinha jogo de bola, a gente vinha para cá, fazia o despesa aqui. Já tinha garimpo casterita aí, o pessoal que saía do garimpo passava por aqui e deixava o dinheiro aqui. Quando começou o ouro, o pessoal do garimpo, do ouro, todo mundo, o dinheiro corria aqui, deixa aqui. E sobrevivia o pessoal daqui, desses, desses garimpos.
E além desse dinheiro que vinha de fora, as pessoas tinham suas plantações?

As coisas para vender por aqui. E viu peixe. Um bocado o pessoal aqui vive do peixe. Pega o peixe, come um bocado e vende outro. Para sobreviver. Porque aqui Era bom de peixe demais. Arruinou de peixe agora, por causa, já no meu ver, já por causa dessa hidrelétrica lá do Santo Antônio. Que tamparam, modificaram o canal do peixe, aí arruinou.
A pesca já está, está menor aqui? Arruinou.

Arruinou a mais de cem por cento do que era. Este ano já.
E isso desde quando que vocês já estão com isso da pesca?
Diminuindo? Do ano passado para cá já começou a arruinar. Até o ano passado ainda, ainda. Logo tem uns brabo aqui, inventador, uns pescador que inventa de ser pescador e é brabo. Você ataca ali na boca do e taca a malhadeira na boca do é dia e noite. Não tira a malhadeira, hora nenhuma. O peixe não passa. O peixe não entra. O peão para ser pescador ele tem que ser manso. Tem que entender o que é o peixe. Eles pensam que o peixe é abestado, é. Porque o é de uma tal forma que se a gente colocar a malhadeira num canto, de noite, de manhã pode tirar e não deixar no outro, não coloca na outra noite que não pega. É difícil pegar uma. Tem que mudar o canto. Pode colocar, se você amarrou daquele pau para cá, amarre daquele pau para lá. Ela já, aquele canto já fica difícil. Mas eles deixa dia e noite aí. Esses pescador daí. Aí depois que inventaram essa pescaria deles aí, que é dia e noite aí. As malhadeiras dentro d'água. Aí asalou tudo.
Seu Luís, deixa eu te perguntar outra coisa. A comunidade aqui, como é que é o convívio de vocês?
Rapaz, a gente aqui se dá bem com todo mundo. Aqui tem uns ladrãozinho, bandido aí que rouba as coisa. A gente sabe tudinho quem é o ladrão. Mas o direito de agora só protege o ladrão. Porque você já viu ladrão andar com a testemunha? Se o dono vê o cara roubando, mas não pode fazer nada, porque ele não tem uma testemunha. Não, só faz alguma coisa se tiver uma testemunha. Quem é que quer ser testemunha de ladrão? O dono não pode ser, servir de testemunha. Se ele falar, não, o peão me roubou. Mas aí tem que ter uma testemunha ainda. Aí o direito que está do Brasil é só para os bandidos. Aqui em Mutum tem polícia, tem prefeitura? Tem. Tem. Tem. Tem polícia aí, mas não faz nada. Se disser, me roubou, registra a ocorrência, mas não faz nada porque não tem uma testemunha. O dono não pode servir de testemunha. A gente sabe quem é os ladrão daqui. Teve um aqui que entrou aqui, eu fui, eu fui para Porto Velho um ano aí, caí lá e me bati, eu passei uns tempos lá. Doente, sem poder voltar aqui. O ladrão veio aqui e foi de dia. Entrou aqui. Eu tinha uma porta aí no cadeado. Ele entrou aí de dia por cima. Arrancou umas tábuas lá do quarto. A bebida estava tudo lá dentro do quarto. Ele arrancou a tábua aí. E passou para lá e desapregou a janela. Que a janela é pregada lá. Ele desapregou a janela lá.
E levou as bebida.
Aí já levou a escada. Tinha uma escada para cá, que eu tinha deixado a escada aqui. Tinha uma mulher que morava naquela casa ali. alugada, já pegou a escada e levou para lá, para roubarem de noite. Quando era de noite, colocava a escada lá pela janela, entrava e pegava, tirava o que queriam. Aqui estava trancado o cadeado. Às vezes tinha um peão que dormia aí, mas estava a porta estava no cadeado. Eles entravam por lá.
Mas fora esses assaltantezinhos, vocês se dão bem?
Vocês, como é que é? A gente se dá bem. Todo mundo aqui não tem intriga. Aqui é uma vida, Que às vezes eu saio, o pessoal fica vigiando. Vende as coisa. Ela sempre vende e vende para mim. Quando eu saio, eu deixo com ela, a chave com ela lá.
O pessoal chega e compra, ela vende. Aqui Aqui no seu bar enche bastante?

Aqui no seu bar enche? Tem ano que só passa debaixo da ponte, só canoa pequena. No inverno aqui. Eu não sei, esse pessoal, eu acho que eles não têm ideia do que pode acontecer no inverno aqui. Esse pessoal dessa hidrelétrica, E já teve uns doido aqui que falou que essa água vai ficar. Inverno e verão em num nível só, digo eles não sabe nem o que que eles dizem. Que diz que é para ficar cinquenta centímetros abaixo dessa ponte. No verão. Pois é, da, da, daqui da ponte lá para a água no verão dá onze metros. Se é para ficar cinquenta centímetros no verão, essas água que vêm no inverno, ela vai passar aqui. Ela vai aumentar em cima desses, desses. Dessa enchente que já está aqui, ele vai aumentar uns dez me, uns dez metros. E essa pon, e essa rodagem não vai aguentar.
Mas eles não tem ideia. E o seu bar aqui, seu, é um bar muito visitado? Vem muita gente aqui?
Não, antigamente até que era. Dava resultado, ba, bastante. Aí dá para ir, para levar, dá.
Com a construção da usina, o que mais que mudou? Tem muita gente morando por aqui. O que que mudou mais a construção da usina aqui em Mutum? Já mudou muito.
Um bocado de gente já, estão só se aguentando. Um bocado de já, de gente já mu, já mudou, já foi embora. Já foram uns para fora, outros que já foram aí passar Mutum e já tem uns morando lá. Estão avexados para ir para lá, não sei o que. O pessoal se humilha. Porque vê a casa bonita. Só que eu não me animo com aquelas casa ali. Eles prometeram de fazer muro. Mas o muro que eles fizeram lá é um metro, é um metro e vinte. A altura só. Um metro e vinte de muro, é mesmo que não ter. Eita. E que bitela trouxe
E que problemas que ela trouxe e que benefícios que ela está trazendo também?
Eu acho que para cá. Para alguns aí, talvez, acha que vai ter benefício, mas eu acho que para mim, pelo menos, não. Se eles fosse coisa que eles pagasse certo, não desse não fizesse essa sujeição, porque, por exemplo, se eles, eles querem que compre uma casa, se o valor Não é o que a pessoa quer, porque quem pensa um pouco. Eu, pelo menos, eu não me interessa comprar uma casa de alvenaria, porque a casa de alvenaria não pode modificar ela. Do jeito que ela está, tem que ficar, aí não pode fazer nada. Então, me interessava comprar uma casa pequena para ajeitar fazer apartamento para alugar. Eu não interesso morar numa casa grande, que eu tenho mais meu pessoal de onde eu moro, eles estão numa casa que dá de eles viver aí. Então, assim para quê que eu vou comprar uma casa grande para mim? Eu queria comprar uma casa que desse de eu ajeitar para fazer só apartamento. Se eu pudesse comprar uma casa bem miudinha, por quinze mil ou dez mil reais, e o resto eu fazia tudo, ajeitar tudo apartamento para alugar, era resultado para mim. Mas não, quer que seja do jeito deles. Quer dizer, se é o direito da gente, por que que a gente não tem direito nesse direito? Se é direito,
Seu, explica para gente, para quem não sabe, o que que é essa nova Mutum?
Eles falam que isso aí é um negócio de um polo que vai ser muito bom e vai ser muito, mas para mim não presta.
Mas é uma cidade que eles estão construindo? É uma
que eles estão construindo lá. Onde fica? É aqui... Para cá do, parece que é dezesseis quilômetros. Fica afastado da. Quem passa lá vê só as, as Para entrar lá tem que ser identificado quem vai entrar lá. Não é todo mundo que pode entrar lá. Lá é só uma entrada que tem. O pessoal que vem no ônibus para na rodagem, para ele vai para lá. Dizem que lá vão fazer rodoviária, mas não sei quando. Vai fazer porto, vão fazer tudo lá, mas para mim não presta. Eu No meu ver lá não. Por causa da sujeição que eles vão botar lá no pessoal. Primeiro, que eles vão dar documento dessas casas de três anos em diante. Que eles falaram aí que ninguém vai ter documento dessas casas. Diz que ninguém não pode vender. Antes dessa, dessa, de darem os documentos, ninguém não pode negociar. Eu vi falar que já teve gente que já vendeu, mas eu não sei. Só falo assim, mas não tenho uma certeza. Eles falaram aí que não, ninguém não pode fazer nada. Aí, eles falaram na reunião outra que de madeira não pode fazer nada lá. Para fazer tem que ser de alvenaria. Só que essas casa deles lá não é alvenaria, é de placa. Eles fazem três casas por dia. Elas não tem essa segurança toda. Ela para dentro da terra, a base de, não chega a ter vinte centímetros para dentro da terra. Ela é só em cima.
Está certo. Seu, agora vamos voltar para sua família. E hoje sua família está instalada lá em Porto Velho?

E eles estudam. Estuda. apartamento, como é que é?
Eles moram lá, tem a casa deles morar lá. Aí os dois estuda. Estão bem avançado no estudo, todos os dois.
O senhor falou que se dá muito bem com a sua filha, como é que é a sua relação com eles?
Só vista viu com minha filha como é. Quando eu chego na rua, aí eu não saio sem ela, hein. Ela quer que para onde eu saia, eu espere ela. Se eu sair só, ela reclama. Ela vai para a aula, eu já estou tão acostumado com ela, a gente sair junto. Ela vai para a aula e eu espero ela chegar para a gente sair. Porque ela é espertinha, ela é esperta mesmo. Quem vê ela, todo mundo que vê se admira. Porque ela é conversadeira, ela é. Diz ela que vai estudar para ser uma advogada. Aonde ela chega, todo mundo fica gostando do jeito dela. Aí eu chego lá, eu não, eu não posso sair com, eu tenho que passar no mínimo duas noites lá mais ela, não quer que eu saia. E o menino também é bonzinho. O menino tem um empregozinho, ele desde quando eu chego lá, eles foram para lá em dois mil e cinco. Logo ele arrumou um empregozinho lá. Ele, por ele, ele não perde um dia. Ele vai estudar, a hora que ele chega, ele passa lá. É bem pertinho lá, o, o coroa que ele para lá. Ele fica muito animado com esse dinheirinho que ele ganha E guarda o dinheirinho dele. Ele pega o dinheirinho dele e guarda. Para comprar as coisas para ele. As vezes ele me oferece dinheiro. Ele é, a, a esperto.
Eles vêm com o senhor de vez em quando para cá?
Não, só nas férias. Nas férias ela sempre, ah, vem para cá. Agora ele não. Quando ele vem é para passar uma noite. Às vezes duas. Não, porque eu não quero perder meu emprego. Ele diz logo, eu quero trabalhar. Ele não quer perder um dia de trabalho. Ele não é, ele não pode, de menor não pode trabalhar, mas é bom menino trabalhar.
Ele faz o que?
Trabalha em quê? Ele, ele trabalha lá no, negócio de fazer entrega de, entrega de água, entrega de gás, e aí, disse que toda entrega que ele faz, ele ganha um dinheirinho lá. Cada entrega que ele faz lá, o cara lá dá um real para ele. Ele vai entregar água, lá o, o morador lá dá um real para ele. Tanto a quantia de entrega que ele faz por dia, eh, aumenta um real, em cada um e aumenta um real. Aí ele acha que está bom para ele. É que não interessa, ele já achou que ofereceu muito dinheiro para ele, mas ele disse que não vai. Porque eles vão querer que ele anda de moto e ele não quer andar de moto. Ele anda mesmo na bicicleta cargueira. Também as entrega tudo é pertinho E ele mora bem pertinho, mora bem pertinho, mora numa quadra e aí na outra quadra. Aí ele, acho que fica melhor lá, é pertinho. Aí o velho tem toda a confiança nele. O velho é um bom. <coughs> Já sabe que ele é de confiança. Negócio de cheque, ele vai mandar ele pegar, tudo ele. Confia muito nele.
E a sua mulher lá?
Ela está tocando o negócio.

E ela trabalha e você também ajuda para criar eles, como
É. Não, ela quer arrumar emprego, mas agora ela está com a menina. Digo, não, você não pode arrumar emprego. Ela não tem uma meninazinha pequena para cuidar. Ela agora está engatinhando. Digo, a gente tem menino pequeno, não pode deixar com os outros, hein? Eu digo, não precisa do trabalho da empregada. Não precisa, dá de, o dinheiro que corre lá por mês, <laughs> dá de... Se sai bem.
Seu, eu vou te fazer agora as duas últimas perguntas. A primeira, eu queria saber se o senhor tem algum sonho por realizar ainda. <sighs> rapaz eu
se eu ir para Porto Velho. Eu não vou ficar parado. Porque eu vou inventar, vender um negócio lá. Eu Eu não vou vender um. Velho da gente é depois de velho. Se ficar parado, adoece. Eu tenho que vender lá, eu tenho que comprar uma casa que dê de eu vender um, qualquer coisa lá, seja bebida, que eu estou bem acostumado a vender bebida. Porque a bebida nunca dá prejuízo, mesmo que eu venda afiada um pouco, mas eu tiro em outra. Inventar de vender as coisas. Eu tenho uma prática já de vender as coisa. Se o peão compra só numa distribuidora, ele pode ter um di, ele pode vender igual com os outros. Meu ponto aqui é porque aqui eu moro sempre distante, porque eu escolhi a minha rabeira do rio. Mas se eu morasse lá em cima de onde está aquele pessoal lá, eu vendia igual o cara que o Zezinho, porque o Zezinho vende muito ali. Porque ele vende mais em conta de que os outros. Mas se o Peão compra da mesma distribuidora que sempre eles compra da Coimbra. Se o Pinhão compra da mesma distribuidora, ele pode vender igual. Porque em Porto Velho tem coisa lá que a gente compra em Porto Velho e aqui é o mesmo preço daqui. Dá o cara pode negociar em qualquer canto. Depende é de saber. Já tem o, a ideia de, o modo de vender. Porque tem uns cara que vende caro demais, hein? Mesmo em Porto Velho, tem uns lá pertinho de casa que. É muito caro. É É caro, vende caro, caro mesmo.
Se o senhor não pudesse escolher, então o senhor ficava mesmo?

Se o senhor pudesse escolher, você ficava aqui? Você não ia embora?
Não, mas todo mundo vai sair. Mas se você pudesse escolher. É, se fosse para ficar, eu ficava. Se tivesse, mas não tem jeito. É porque todo mundo vai sair, aí vai ficar isolado isso daqui. Aqui o pior, não pode fazer nada. É porque com o tempo... Tem muita gente aqui que quer sair, quer ir embora. Eles não estão nem aí porque eles vão passar. Porque aqui todo mundo paga energia bem baratinho. A energia aqui é, é difícil quem paga cinquenta reais de, de energia. É de cinquenta, eh, é dez, é vinte. E lá eles vão pagar caro lá, aqui ninguém paga água lá. Aí vai pagar energia, vai pagar água, vai pagar o, vai pa, chegar o IpêTêU, taxa de lixo lá, o peão vai pagar tudo isso. E o peão daqui, tem muitos que não é empregado, vai viver como? Tem muitos que não vai, outros vai, tem muitos aí que vão. O peão que pensar bem não vai. Porque lá vai ser difícil. Está certo.
Seu, para terminar, eu queria perguntar para o senhor, como é para o senhor poder lembrar da sua história toda? O que que você se, o que que você sentiu? Você acha importante contar a sua história? Foi bom lembrar a sua história?
É sempre, sempre eu lembro dos, do passado, a vida como era. E como pode ser para frente. É porque se eles não asugigasse do jeito que a asugiga, porque além de que eles vão fazer, estão fazendo errado, eles asugiga a gente para fazer do jeito que eles querem, não é do jeito que a gente quer não, é eles Eles que, eles são, é uma firma estrangeira. Eu me, me invoco mais é por causa disso. Porque eu a Que o, o, nós estamos no Brasil e quem está mandando é o estrangeiro. Não é A gente, a gente não tem querer. Tem que estar nas mãos dele. E é o presidente Lula quem colocou a gente nessa, nessa sujeição. É porque ele é o presidente, então ele é quem tinha que ver isso aí. Tinha que ver como é que a pessoa está vivendo. E ele Ele não vai mais ser, não é mais candidato, saiu, que ele não, talvez ele não ganhe mais nada. Mas ele tem uma, eh, uma candidata. Mas ele não presta atenção em nada disso não.

Ganhando do jeito que ele quer, que ele não está se incomodando com quem esteja lascado aqui.
Está certo. Seu eu queria te agradecer, a entrevista a gente encerra aqui.